Eh, um pouco... Vamos voltar lá para trás, falar um pouco dos avós, paternos e maternos, o nome deles, o que eles faziam, a história deles um pouco para a gente.

Não sei em que oportunidade, ele era militar, e ela ãh o ajudou a ficar numa num lugar onde não havia alimento. E ela levava alimentos para ele e para as outras pessoas da companhia. E assim se conheceram, se apaixonaram e se casaram na Áustria. Tiveram duas filhas e. E vinte, ocorreu uma mudança drástica. para ele, que era um militar do exército do imperador, e ele ficou sem emprego. E então, resolveu se tornar fazendeiro. Resolveu se tornar fazendeiro no Brasil. Comprou terras... vendeu tudo que tinha, comprou a passagem para ele, para a mulher, para as duas filhas, e veio embora para nunca mais ver a família. Aliás, se vocês me permitirem, eu abro um parênteses para contar, como vocês sabem, que eu tenho uma filha que mora fora do país, que me causa grande tristeza, porque eu sou uma mãe daquelas que gostam de ter os filhos embaixo das asas. Então, a filha se casou e foi embora. E eu só me consolo pensando nessa família que veio embora da Áustria e nunca mais sequer falou no telefone com a família. Então, eu falei, bom, a minha vida é melhor eu tenho Skype. Então, <laughs> dá para conversar no telefone. Então, essa essa família veio para o Brasil para se tornar fazendeiros no interior de São Paulo. E quando eles chegaram no interior de São Paulo, a fazenda não existia. Eles tinham caído no golpe do vendedor de fazendas no Novo Mundo. E e a fazenda não existia, ele não falava português, acabou tendo que trabalhar como administrador numa fazenda e viver uma vida bem simples no interior de São Paulo. Não só simples, mas completamente diferente daquilo que eles tinham na Europa. Era cobra entrando na casa, rato andando no forro, morcego. E depois de um tempo, no dia em que a minha avó encontrou uma cobra enrolada nos pés da minha mãe, que era bebezinha, ela disse que não ficaria nem uma noite mais lá naquela fazenda. E para poder ir embora, eles tiveram que sair escondidos, sair no meio da noite. porque eles tinham dívidas, como aquelas dívidas dos colonos do século dezenove ãh, assim persistiu ainda no começo do século Eles tinham dívidas na no armazém da fazenda e foram obrigados a sair na calada da noite, levando o que puderam, as filhas na mão. E conseguiram ir embora da fazenda. Aí vieram para São Paulo, onde meu avô ãh acabou se instalando com uma loja de ótica. Chamava-se Ótica Pasteur, no centro da cidade de São Paulo. Acabou sendo uma ótica importante, muito procurada pelas pessoas que queriam fazer óculos. E e naquele tempo nem oculistas havia. Então o meu próprio avô... que não era oculista, nem sequer técnico em ótica, ele prescrevia, porque ele conhecia alguma coisa sobre lente. E ele acabava prescrevendo os óculos para as pessoas, porque não havia outra maneira. Então, essa é a história da do avô e da avó. Aliás, vale contar que, apesar das dos percalços, Esse avô e essa avó conseguiram criar muito bem as duas filhas. As duas filhas estudaram no Colégio Olinda. Aliás, era antes chamada ãh Deutsche Schule, que quer dizer escola alemã. Depois, com a... Acho que depois da guerra, eu não posso precisar. Passou a se chamar Porto Seguro, que é a escola Porto Seguro que vocês conhecem hoje. E as duas filhas se formaram. A minha mãe, além de se formar, fez conservatório, era uma pianista. E educaram bem as filhas e viveram bem o resto da vida deles aqui no Brasil, que os acolheu e que ãh permitiu uma boa vida para para esse casal estrangeiro. Eu cheguei a conhecer esse avô, que morreu quando eu tinha cinco anos, E a avó conheci bem, ela viveu mais alguns aninhos. O outro lado, o lado paterno, era italiano. A minha avó já era nascida no Brasil de família italiana e meu avô veio com dezesseis anos de idade para o Brasil, sem nada, mas com muita vontade de fazer América, como eles diziam, né? Então, meu avô chegou em São Paulo e pegou uma época muito interessante para fazer a América. Ou seja, início do século vinte, em que ah os os ãh vamos dizer a elite da sociedade paulistana já estava se deslocando daquela região que era a Higienópolis, onde primeiro eles tinham se instalado, os barões do café né, já estavam espalhando para a Avenida Paulista. Então, a grande ãh rua, a grande avenida dos ricos da época era a Avenida Paulista, onde moraram Matarazzo, muitas famílias ãh de muitas posses. E meu avô, menino de tudo, que chegou com dezesseis anos, resolveu investir na área das construções, justamente das casas, ãh para as famílias de dinheiro da cidade. Então ele começou a produzir tijolos. Ele comprou uma terra na área de Guarulhos e ele tinha uma olaria. E o que ele fez e que o tornou bastante... como dizer, ãh atendeu aquilo que era o objetivo dele, que era ãh viver uma vida boa no Brasil, foi fazendo isso, foi vendendo tijolos eh que ele produzia nessa solaria em Guarulhos. Eu cheguei a conhecer essa olaria. Eu era menina e eu gostava muito de ir andar na draga, que era o barco que andava pelo rio recolhendo areia do fundo, areia, terra, do fundo do do rio, para depois ãh... Acho que a areia era vendida, não era para produzir tijolo, mas também a parte da do barro que produzia os tijolos. E hoje, na minha casa aqui no Alto de Pinheiros, que meu marido e eu construímos no ano de nos anos Alguns tijolos do muro da minha casa são tijolos que tinham sido fabricados pelo meu avô. Porque a gente meu a meu a meu pai tinha guardado alguns e meu marido, que nunca foi historiador, é advogado, era mais preservacionista do que eu. Falou, vamos fazer o muro com os tijolos do seu avô. E lá estão os tijolos que eram do meu avô no muro da minha casa. Então, esse avô italiano teve oito filhos, cinco mulheres e três homens, e criou esses filhos muito bem. Aí, no caso, só um estudou, que era o meu pai. Estudou na universidade. Os outros filhos todos fizeram básico, não sei até que que nível, porque não era costume naquela época as mulheres estudarem além do... Acho que era o fundamental acho que era o ginásio, o máximo que as meninas chegavam. E dos homens, um deles foi trabalhar com o meu avô na olaria, O outro ãh tentou estudar medicina, acabou não conseguindo por motivos de de saúde. E o meu pai foi o único dos oito que que fez faculdade. Ele era engenheiro arquiteto. E E assim é a história dos meus avós. Famílias estrangeiras, de um lado húngaros e austríacos, e de outro lado italianos.
Falou muitas coisas que me deixaram curio curioso. Uma delas é, você teve um lado do avô você perdeu com cinco anos, mas você falou que tem recordações. Quais eram as recordações? Você lembra?

Olha, ãh uma coisa é certa, com cinco anos, a memória da gente é muito difusa. Eu lembro muito pouco desse avô. O que eu lembro é que ele era um homem habilidoso, Tanto é que, apesar de militar, ele acabou tendo uma profissão que tinha a ver com, até com uma certa habilidade manual, né? E ele era muito habilidoso, ele tinha no fundo do quintal uma oficina com um torno. Ele gostava de fazer objetos de madeira, brinquedos também. Aliás, me lembro bem dos brinquedos, né? Eu tenho até hoje guardados na minha casa um trenzinho de madeira que ele fez, uma casinha de boneca com cerquinha de madeira, que eu guardo com carinho na principal vitrine da minha sala, porque para mim é importan um objeto importantíssimo né, de muito valor. E ele fazia essas coisas, ele gostava de mexer. Eu lembro dele mexendo no torno e me chamando para ver. E lembro dele depois doente, porque ele morreu de câncer na garganta, ficou acho que um ou dois anos doente. Então vocês veem que a minha memória desse avô é muito distante, é muito difusa. Mas eu lembro de falar com ele já doente, desejando melhoras, isso eu lembro bem.
A avó? Ah A avó húngara?
Da avó húngara eu lembro muito mais, porque ela morreu e eu já tinha uns dezoito anos. Eu lembro bastante

Eram próximos? Eh, ia muito na casa dele? Como é que
Ela morava comigo. Como eu tenho uma tia que mora em Nite morava em Niterói, ela passava seis meses com a filha de Niterói e seis meses com a minha mãe. Então ela morava com a gente.
porque é uma relação interessante, né? Ficar seis meses com uma pessoa, depois seis meses ela vai embora, depois seis meses ela volta. Ah eu
muito de morar com a minha avó. Ela era uma velhinha muito bacana, que nunca, nunca me incomodou. Só Só foi uma grande lembrança, uma boa lembrança. E E lembro muito quando eu comecei a namorar o meu marido. Ele é um homem alto, um homem de olhos verdes, claro. Apesar de ser um tipo bem italiano, mas ela dizia, ai eu gosto desse moço, ele parece o o vô Ferdinand, que era o marido dela. Que também era um homem grande, de olhos claros. E eu lembro bem dela dizendo isso. E ela gostava muito do meu marido. Fazia muita festa para ele. Foi muito gostoso. Mas isso antes do meu marido aparecer, a relação com a com a avó era muito gostosa. E ela fazia de tudo para ser amiga das das netas, até deixar a neta fazer as unhas. Aí ela deixava eu fazer as unhas dela, eu fazia as unhas, tirava bife em todos os dedos, mas ela não acha não reclamava, achava ótimo.
<laughs> Ela cozinhava?
Cozinhava, cozinhava, fazia doces maravilhosos. Fazia um apple strudel que nunca mais comi igual. E um outro docinho que era de de uma massinha... massa de fermento químico recheada com a geleia de abricô. E era assim, não podia abrir a porta do lugar onde ela estava fazendo o doce. Porque se abrisse a porta, entrasse um ventinho, estragava o doce. Então ficava, a gente sabia, quando tinha vovó fazendo o doce, não podia entrar na cozinha, não podia entrar na sala, tinha que bater na porta. E eu me lembro bem dela fazendo esses dois doces, o apple strudel e esse outro docinho, que era um doce austríaco. Ela não fazia comida húngara, não. Ela só fazia austríaca. Ela foi muito apaixonada pelo marido dela. A vinda para o Brasil tem a ver com essa paixão, porque esse homem que era muito charmoso, militar, ele era muito bonito, meu avô. Tinha umas namoradas lá na Áustria. E eu acho que ela resolveu então ir para o Brasil para resolver o problema conjugal dela. <laughs> E foi por amor que ela veio para o
E do outro lado, do lado italiano, você tem mais contato com os avós? Muito menos, né?
O avô morreu, eu tinha um ano de idade. Não cheguei a conhecer.
E a avó?
E a avó eu conhecia, ela viveu bastante também, mas ela era um pouco mais distante. Ela era mais próxima dos netos das filhas e eu era neta de filho eh. Com ah o pequeno detalhe da minha mãe ser austríaca. Então, os italianos daquela fase gostavam que os filhos se casassem na colônia. Então, quando meu pai resolveu casar com uma austríaca, diria um pouco chocante para ela. Mas ela sempre me tratou muito bem. Mas não era com a mesma proximidade que os netos ãh das filhas, das minhas primas, com quem me dou muito bem até hoje.
Nome do seu pai e da sua mãe?

Minha mãe foi dona de casa. Apesar de pianista, ela só tocava piano para ele cantar músicas líricas. Ela não tocava mais para ninguém ouvir.

No clube Espéria. Ela era tenista. Além de pianista, era tenista. E ele aí resolveu aprender a jogar tênis, aprendeu mais ou menos para poder conhecer aquela austríaca loira maravilhosa que era a minha mãe, que era uma mulher muito bonita. Aliás, parecida com você. Mesmo tipo físico, bonita. <laughs> Eh Era clara, como todos na família dela né, de olhos claros. Tem foto aí, se vocês quiserem ver depois. E assim se conheceram no clube, se apaixonaram e acabaram se casando.
E aí foram quantos filhos?
Duas filhas, eu e uma irmã, sete anos mais nova que eu.

Ana Marta.
O Ana está em presente. Ah Ana
Pois é, falta de imaginação total, né? Ana Maria e Ana Marta, mudou uma letra. Era bom, porque no colégio, se quisesse usar o mesmo caderno, era só puxar a letra i, virava tê. Mas não foi feito, não é brincadeira. Com
Bom, essa relação com a sua irmã é um pouco complicada, porque é sete anos mais nova, mas como que era como foi assim a relação entre vocês? Eu e minha irmã? Eh
Sete anos é muito tempo na infância. Então, quando ela nasceu, eu já era uma meninota né desenvolvida. Gostei muito da chegada dessa irmã, curti muito a gravidez da minha mãe, participei da escolha dos nomes. Eles estavam entre Maria Ângela, Ângela Maria e Ana Marta. A cantora não existia ainda. E eu gostava de Ângela Maria. Mas aí meus pais resolveram por Ana Marta, o que foi bom né, porque é um nome de muito mais personalidade do que Ângela Maria, que teria sido o nome da mesmo nome da cantora que se tornou famosa depois do nascimento dela. Mas ela, para mim, foi como uma boneca que se mexia, né? Eu já tinha ela ela tem tinha sete, quando eu já tinha quatorze, e já era uma mocinha. Eu posso dizer que hoje nós somos mais próximas do que eu fui durante a infância e adolescência. E me casei muito cedo. Aliás, não casei tão cedo, mas comecei a namorar o meu marido cedo. E isso faz muita diferença. Porque eu tinha dezesseis anos quando comecei a namorar o meu marido. Então a coisa se volta mais para para esse relacionamento uhum. E ela ainda era uma menina. Ela tinha quinze anos, quatorze, quinze anos quando eu me casei. Então hoje não. Ela demorou para ter filho os filhos dela. Eu tive os meus cedo. Então também isso causou uma certa defasagem, porque os interesses familiares acabaram sendo muito diferentes. Mas hoje somos muito amigas. Hoje os sete anos desapareceram. <laughs>
Eu queria voltar então para os seus primeiros sete anos. Eh aquela primeira infância. A casa, vocês moravam na mesma casa Vocês mudaram?
Até os cinco anos eu morei numa casa alugada na rua Oscar Freire. Casa geminada. E era muito gostosa, tinha um jardim, um quintal no fundo, onde eu gostava de brincar bastante, eu era a única filha, né? E eu brincava sozinha no quintal, me lembro muito de gostar de ter... Eu tinha um personagem imaginário, era o doutor Minerva. Então eu fazia comidinhas para o doutor Minerva, punha a mesa para o doutor Minerva. Não sei quem era o doutor Minerva, não tenho ideia. Qual era a profissão dele? Não tenho a menor ideia, era o doutor Minerva. E eu me lembro bem de dessa desse tipo de brincadeira no quintal do fundo da casa. E me lembro muito de ouvir programas de rádio com a empregada, porque nessa altura o meu avô estava doente. Como vocês se lembram, eu contei que ele morreu, eu tinha uns cinco anos né. Ele já estava doente e a minha mãe ficava muito fora, porque eles moravam perto, mas minha mãe ficava na na casa da da mãe com para ajudar a cuidar do pai. E eu ficava bastante com a empregada. E nós ouvíamos muito rádio. Então, ouvíamos o Nhô Totico, que era um personagem que gostava de contar histórias ai. Eu não lembro do programa, mas eu lembro bem disso e lembro da imagine propaganda dos Biscoitos do Che, que o que o que o rádio tocava nos intervalos do programa do Nhô Totico. Isso nessa fase aí dos anos Era uma uma distração gostosa ficar ouvindo rádio. Não existia tê vê né. Vocês são crianças, vocês não sabem disso. Mas, nessa fase, a televisão não tinha chegado. Então, só se ouvia rádio. E minhas lembranças até os cinco anos são por aí. Fora que eu sentei no ninho de taturana, Nessa fase da vida, eu lembro bem de ter tido que tomar muitas injeções por causa de ter sentado no ninho de taturana.
Mas como é que foi isso?

Eu estava brincando com as amiguinhas né ali. De repente, sentei no jardim lá, mas era um ninho de taturana. <laughs> <laughs> E eu fiquei toda queimada. Foi uma barbaridade. E eu nunca tinha tomado injeção na vida, então ficou muito forte essa lembrança do ninho de taturana. <laughs> Vocês gostariam de outras lembranças antes dos cinco anos?
Ou então depois, eh quando você mudou de casa, como é que você lembra dessa mudança de casa?

Para onde foi?
Foi quando meu avô morreu. Porque aí minha avó ficou sozinha. As duas casas eram alugadas, da minha avó e a nossa. A minha avó ficou sozinha na casa onde ela vivia, na alameda Casa Branca. E meus pais então resolveram... Acho que a casa onde nós morávamos foi pedida pelo proprietário, coincidentemente. Então, nós nos mudamos para a casa que era a casa da minha avó. E foi assim que ela passou. Passamos a viver com ela, ela conosco. Então, vivíamos ãh eu, meu pai, minha mãe e minha avó. A minha irmã só nasceu já nessa segunda casa. Nessa casa eu vivi dos cinco aos Me casei nessa casa, que era uma casa geminada também. Boa casa, mas uma casa simples, pequena.
Conta eh descreve um pouco para a gente, assim eh um quarto com sua irmã, eram dois quartos. Como é que era. Conta um pouco da casa, para a gente ter uma ideia
Eram três quartos. Era uma casa com três quartos e um banheiro. Então era meu pai e minha mãe num quarto, eu e minha irmã no outro e minha avó no outro. Eu e minha irmã não, eu, né? E depois veio a minha irmã.
<laughs> Tinha um quintal na frente, atrás não.
Tinha um jardinzinho pequeno na frente e um quintal grande atrás também, do mesmo jeito que a outra. Tinha um quintal no fundo onde eu também brinquei bastante. Aí já lembro bem mais das brincadeiras.
Conta um pouco a brincadeira. E
tinham uns caixotes na casa da minha avó, vários caixotes, não sei o que que eram, aqueles caixotes de madeira. E eu gostava de brincar de casinha, empilhava fazendo armário, mesinha, cadeira. Ou então, aquilo também em outros dias se transformava em parque de diversões. Os caixotes serviam para fazer o escorregador, a gangorra. Brinquei bastante no fundo do quintal. Tive uma galinha de estimação, que era a Miss Brasil, uma galinha vermelha. O nome dela era Miss Brasil, mas ela era uma galinha diferente, porque ela vinha no meu colo, sentava no meu colo. Eu amava a minha galinha. Um belo dia, minha mãe disse que a galinha tinha fugido. E teve galinha no almoço. Ela nunca me contou, ela nunca confessou, mas eu desconfio que a Miss Brasil foi o almoço. <laughs> E
Era a brincadeira mais solitária, então assim né, não tinha alguém? Não
Engraçado, não, pelo contrário. Eu até gostaria de contar para vocês, esse é um depoimento importante. Eu brinquei bastante sozinha, sim, mas naquele tempo em que eu era criança, coisa que meus filhos nunca souberam, imagino que vocês também não, nem meus netos, a gente podia brincar na rua. A gente podia sair, fazer contato com outras crianças. E tive muitos amiguinhos que eram amiguinhos da rua. Então, a gente brincava de barra-manteiga, a gente brincava de pegador, tudo na rua. Depois, mais velha, tive ãh patins, a gente andava de patins pela rua. Era tão tranquila a cidade que as crianças podiam ficar soltas na rua. Eu era amiga das filhas da do quitandeiro, das japonesinhas do quitandeiro, de uma alemãzinha, filha de uma enfermeira que morava do lado de cá, e dos dois irmãos dela, Horst e Ju Jürger. Jürger e Horst. Ela era a Ulla. As japonesinhas eram Clarice e Cleide. E tinha outras crianças agora que eu não lembro bem o nome, mas todos brincavam juntos. E a gente brincava dessas coisas que eu falei, pegador, barra-manteiga. Brincava também de apertar a campainha dos vizinhos e sair correndo. E brincávamos de fazer teatro. Fiz muito teatro de brincadeira, inventando contos de fada, com chuva, com coisa. E depois não tinha para quem mostrar a peça, né? Mas era muito divertido montar as pecinhas.
E a rua, naque naquela regi naquela região, naquela época, ãh como você lembra da rua?
Olha, era Jardim Paulista, né? Alameda Casa Branca, esquina com Alameda Lorena. Vocês podem imaginar esse lugar? Então, esse lugar era vazio, deserto. Para vocês terem uma noção, para vocês sentirem o que era vazio... Uma das brincadeiras que eu gostava era anotar a chapa dos carros que passavam pela rua. Fazia coleção do número das chapas. Passava um aqui, quinze minutos depois ia passar o <laughs> outro. Era assim. Os carros Ainda não existia indústria automobilística no Brasil né. Então os carros Todos, os que havia eram carros importados. Só muito poucas famílias podiam ter automóvel.
Uma coisa que que mudou muito na cidade, aí não sei quais que são as suas lembranças disso, mas eh a arquitetura, ãh os fios, a ilu iluminação, era muito mais escuro, era muito mais... Como que era? Você lembra disso ou não?
Lembro.
Os arredores?
Eu não tinha o costume de brincar à noite, não.

Era escuro, não era muito claro. Não não me lembro muito. Meu pai me levava para ver o centro da cidade. Então tinha aqueles outdoors, aqueles luminosos.
Né? Ãh... E como que você que quando você ia para o centro, o que você sentia? Como é que era?
Ah eu adorava. Eu dizia para o meu pai, quero ir lá, quero quero ver. Era eu nem falava direito ah. Como é que eu falava? Garafa virando bondissima. Quer dizer, a garrafa que ficava virando lá no alto do edifício, que eu queria ir ver, e o bonde que passava em cima. Então eu dizia para o meu pai que eu queria isso, que era eu queria ir passear na cidade. E ele levava. Passeio na cidade também era muito tranquilo. Ia-se muito ao centro da cidade. Eu estou embaralhando um pouco as épocas, mas isso é quando eu tinha lá meus dois aninhos né, dois, três anos. Mas já mais velha um pouco, me lembro que eu ia muito com a minha mãe ao centro da cidade. Compras, era no centro da cidade, não havia outro local de compras. Então, se houvesse necessidade de comprar um par de meia, um pijama, era no centro. Então, a gente ia na rua direita, íamos de ônibus, E a minha mãe... Meu pai tinha um carro, mas ele trabalhava e usava o carro para trabalhar. Então, nós íamos de de ônibus para o centro. E era tranquilo, fácílimo, não era cheio de gente uh na condução. Eu gostava muito, achava o máximo ir para o centro da cidade fazer compras. E a Casa Map, que era na frente do Teatro Municipal, tinha um andar onde havia um um espaço para chá. Então, a grande atração para a gente era ir fazer compras no centro da cidade e depois tomar chá no Map. Era comum, né? Assim que a gente... sapatos, tudo no centro da cidade. Depois eu me lembro, aos poucos, do comércio ir aparecendo na Rua Augusta. Muito devagar. Uma loja. Eu me lembro da Marie Claire aparecendo na perto, na altura da minha casa, na Rua Augusta. Uma loja ou outra. Porque roupa, ãh as mocinhas não compravam prontas. A gente mandava fazer. Toda a família tinha uma costureira que costurava as roupas da família. Não havia roupa para comprar. Nem calça jeans, imagine.

No no seu no seu bairro ou no centro, que você se lembre, tinha uma daquelas figuras marcantes, aquelas pessoas que falavam, olha aquele lá, ou é o louco do bairro, ou não sei alguma figura marcante, você lembra muito do seu bairro, da sua região?
Eu lembro no bairro. Lembro no bairro, mas... O afiador de faca que passava, tinha uma musiquinha própria para chamar o público. O vendedor de sorvete que vinha com a carrocinha puxada a burro. Eram Eram marcantes. Porque também a indústria de sorvete não existia né. Aquele sorveteiro que aparecia na carrocinha puxada a burro era um acon um acontecimento na vida da da meninada.
Sai tudo correndo
Eu lembro dos dos entregadores de carne, porque tinha um açougue na porta da minha casa, né? Tinha um conjunto comercial, tinha a quitanda das minhas amiguinhas, uma cabeleireira, uma farmácia e um açougue. E e a entrega da carne, a gente lembra bem. O entregador de gelo, que é uma outra coisa típica da minha infância. Não existia geladeira Ou talvez na minha casa não existisse, nas casas mais ricas talvez já existisse. Eu não sei quando surgiu a geladeira.

Eu não sei mas. Então, na minha casa tinha um móvel. A parte de cima era forrada de metal, acho que era zinco, talvez. E diariamente o entregador de gelo trazia uma barra de gelo desse tamanho. E aquela barra era colocada dentro deste móvel, destinado a ser uma geladeira, onde eram guardadas as comidas. Depois, já nos anos cinquenta, eu acho que meu pai comprou uma primeira geladeira elétrica. Mas entregava-se tudo. Entrega do gelo, entrega do do do leite. O leite era entregue diariamente colocado lá na porta na tinha um lugarzinho especial, cobertinho. Para ser colocado leite não é. Leite longa-vida. Existia isso? Não existia nem leite em pó, nada. E o padeiro? O padeiro chegava com uma cesta. Uma cesta grande desse tamanho, com pãezinhos pequenos, pãezinhos grandes, broinhas. Uma redondinha assim, que acho que era uma... chamava...

Coberta com uma caldinha de açúcar. Ah, aquilo era a sensação. Então, quando aparecia o padeiro com a com a broinha, era a felicidade da criançada. São as figuras que eu lembro.
Tentando montar, assim, eh o seu ambiente, o seu entorno.

Uma coisa que você falou lá atrás, e que parece que talvez fosse marcante para você, é que sua mãe tinha um piano em casa. Ela tocava piano, apesar de não ser pianista você disse. Mas qual qual era das músicas que você ouvia? Eh Sua casa era uma casa musical? Como que era isso? Em relação
Era uma casa musical na medida que meu pai amava música lírica. Ele tinha uma coleção de discos, mas aqueles discos né, bolacha preta, ãh de cantores de ópera. Enrico Caruso, Beniamino Dilli, cantoras também. E ele também gostava, ele tinha uma voz bonita de tenor. Ele gostava de cantar. E ele cantava algumas cançonetas italianas. E minha mãe acompanhava no piano. Eu me lembro da minha mãe tocando piano acompanhando meu pai. ou tocando alguma coisinha, alguma peça, mas ãh mais era acompanhando meu pai.
E você, nesse momento, gostava? Como é como é que era para você ir lá e ver aquilo?
Fazia parte da casa. Nem vou te dizer, ah, eu aproci apreciei o meu pai cantando, que se fosse hoje eu iria prestar uma tremenda atenção, iria querer gravar para preservar, né? Fazia parte. Não me incomodava, mas também não me entusiasmava. Isso é uma coisa ãh interessante da vida. Faz parte da
uhum sabe. Mas eh era em algum evento especial assim que ele ele cantava?
não. No dia a dia. Meu pai não gostava de cantar para outras pessoas. Ele só cantava em casa. Ele gostava de cantar, mas não de se apresentar. Ele cantava só em casa só. Então, a família dele era uma uma família ãh musical. Eles eram oito filhos, né? E quando os solteiros, todos os filhos, e aí acho que nem rádio havia naquele tempo, eles eram de de fazer ãh tardes musicais, cantando, dançando, recitando poesia. Mas eu não cheguei a ver isso porque uma das dessas minhas tias, dessas oito pessoas, faleceu jovem. Ela sofreu um problema numa gravidez, um teve um aborto e os médicos não não conseguiram estancar ãh o sangue e ela morreu. Circunstâncias trágicas, porque ela era muito jovem. E isso mudou as características na casa da minha avó. A própria minha avó mudou de temperamento, que era uma mulher muito alegre, segundo dizem, e se tornou uma mulher mais soturna, mais triste por causa da morte da da filha. Então, na casa dela eu não vi os saraus, mas eu escutei contar que se fazia saraus na na casa dela quando jovens, os os irmãos...
Perguntar, a gente contou eh bastante coisa do do que você via, do real. Queria perguntar um pouco, existia na sua cabeça, nas suas pessoas que estavam em volta, histórias de fantasmas, histórias, causas, homem do saco, sei lá. O que fosse que você acreditava, que você tinha
Não, não era um costume dos meus pais contarem histórias desse tipo. Mas as empregadas contavam. Em Mula Sem Cabeça. Mesmo do Saci Pererê, é uma história que me assustava um pouquinho. E algumas histórias de fadas, histórias contadas normalmente né, de bruxas que espetavam alfinetes na cabeça da da criança ou da boneca, eu nem sei direito. Mas ãh na minha família não era costume contar a história de assustar, não. Mas as empregadas contavam.
Como é que era a relação com as empregadas?
Ah, era muito boa. Eu
Só, estou a trocar a fita aqui, está
Eu vou aproveitar e vou ao toalete.
Então, com as empregadas, hum conta como é que era a relação. Ãh
Faziam parte da família, eram pessoas que... Faziam parte da família, não, é exagero. Mas eram pessoas muito prezadas. Eu era ensinada a considerar as empregadas com o mesmo cuidado que eu consideraria... qualquer pessoa da família. Nunca foram tratadas... com com secura, com violência, com agressividade. Na minha casa não existia isso. Mas elas viviam como viviam vivem até hoje, num quarto separado, uma situação separada. Então, pa para mim, isso entrou como uma coisa natural. Então, não foi uma coisa que jamais me chocou. Mas achei eu tinha uma relação boa com as empregadas. Essa Dessa primeira fase que eu relatei a vocês, de quando de menos de cinco anos, ãh eu tive, por causa da doença do meu avô, uma relação muito próxima, de ficar muito junto das empregadas. Depois eh que eu mudei para outra casa, já não foi tanto. Até porque já estava a minha avó. Então a relação com a avó era muito mais forte né. E a e a minha mãe não trabalhava fora de casa, então também estava sempre a minha mãe. Então a relação ficou mais tênue, não foi tão próxima. Mas nós tivemos uma que ficou muitos anos na minha casa, mas que foi mais ligada com a minha irmã, porque já foi na fase que a minha irmã era criança, ela ajudou a criar a minha irmã.
E aí essas histórias eh de de fantasma, aprendia muito com elas, mas tem mais coisas que devia aprender com elas, que elas passavam, que não era parte da educação familiar, ou não?
Eu tenho uma lembrança de ter aprendido com as empregadas o gosto pela cozinha. Isso sim. Eu gostava muito de ver trabalhar. Eu gostava de ver passar ferro, gostava de ver lavar roupa. No caso de de de empregada estar lavando roupa, se o dia fosse bonito, aproveitava-se para brincar com a água. Né, que era o dia permitido brincar com a Molhar o quintal. Então, me lembro bem disso. Me lembro de ficar vendo passar ferro. E me lembro de ficar vendo cozinhar. Hoje eu gosto muito de cozinhar. Entenda-se, eu gosto de fazer pratos especiais para dias de almoço, jantar em família. Não da cozinha rotineira, né? Mas do prato especial, gosto muito de fazer. É uma das poucas atividades domésticas que me encanta. Eu gosto demais. Aprendi com empregada, com quem eu estava sempre lá do lado, né? Para ver, fazer as coisas... Não era muito permitido as crianças ajudarem, não. Elas podiam observar e ficar quietas e não judiar. Só fui aprender a fazer depois. Assim mesmo, eu a eu eu aprendi a cozinhar realmente, eu acho que vendo, mas não cozinhava. Eu só fui cozinhar depois que casei. E a minha primeira experiência culinária... Posso contar uma coisa depois de casar? A minha experiên primeira experiência culinária foi gozadíssima. Eu fiz um curso de culinária antes de casar. Porque tem que saber cozinhar. Mulher que casa tem que saber cozinhar. Não pode não saber. Está bom. Então, fiz um curso. Foi ótimo, muito prático, muito interessante. Aí, casei. Aí, vou fazer bife. Primeiro jantar. Com o marido. Receita. Para fazer bifes, tempero. Tanto de cebola, tanto de sal, tanto de não sei o que. Peguei o tempero de dez bifes, juntei e temperei dois. Quando meu marido, coitadinho, foi provar o bife, ele disse, ah <laughs> olha... Gostoso está está um pouquinho salgado, mas está gostoso. <laughs> Comeu o bife inteirinho estava intragável, porque era sal de oito bifes em dois. <laughs> Gente, parece piada, mas eu fiz isso e era uma universitária né, não era nenhuma ignorante. Uhum. Mas depois eu melhorei. Hoje eu até cozinho direitinho.
Eu quero perguntar uma coisa. Você tinha, eh nessa época, até sete, dez anos, sei lá, algum grande sonho de infância?

Grande sonho de infância.

Nem nem por mais maluco, quero ser quando crescer.
Eu queria ser igual a minha mãe. Eh A grande lembrança de sonho, de futuro, eu queria ter uma vida igual a minha mãe. Uma familhinha constituída, marido, filho. A verdade é essa. E eu fiz faculdade porque eu fui uma boa aluna no primário, no ginásio e no colegial. Mas colegial eu fui fazer secretariado, porque as minhas primas... Ah, não! Para que que vai fazer clássico, científico? Naquele tempo dividia assim, clássico, científico, normal e secretariado, que era o atual ensino médio, era dividido assim.

Vamos ter um diploma, assim a gente não tem que estudar mais. E eu fui fazer o tal do secretariado. E me vi perante a seguinte realidade. Para seguir adiante, eu não posso fazer arquitetura porque não tenho matemática, não posso fazer não sei o que lá, porque não enfim. Eu não tinha os as matérias essenciais para seguir uma faculdade. E com Não, quatorze não, já Desculpa, já com dezessete anos, ah eu cheguei a falar para minha mãe, não precisa mãe, vou fazer esse secretariado, fico com diploma de secretária, e aí depois vou fazer uns cursos, como as primas pretendiam fazer. Minha mãe falou, nada disso, acabou, não quero nem escutar falar mais nada, você vai fazer faculdade. Eu fui para a faculdade porque foi uma exigência da minha família, porque não era costume. Das minhas colegas de classe, e eu fui colega de Maria Pia Matarazzo, colega de umas pessoas importantes no secretariado, as minhas colegas de classe, duas foram fazer faculdade. Então as mulheres da minha idade, as jovens da minha idade, só sonhavam se casar. Não pensavam em em ter uma carreira. Gente, não faz tanto tempo assim, né? Não estou tão velha, né? <laughs> Mas as mulheres não tinham planos de carreira, plano de de de ter uma profissão. Então foi por acaso e por exigência da minha mãe que eu fui fazer faculdade. Aí, por que que eu escolhi história? Ah, porque eu gostava de estudar história. Achava o máximo. Tinha tido uma professora no no secretariado, justamente, que era uma uma moça, uma freira, mas uma freira jovem, animada com com com o estudo, e ela conseguiu passar. o interesse pela história, porque antes, no ginásio, era aquela história de livro decoreba, que eu detestei. Mas, no colegial, esta professora me despertou para o interesse do questionamento. Então, vamos estudar isso aqui para poder responder uma pergunta? E aí ela desenvolvia a pergunta, a resposta e tal, e eu me entusiasmei e resolvi fazer história. Mas foi por isso eu não nem sonhava em ser professora de história. Era uma coisa assim totalmente afastada da minha ideia ser professora. Era porque eu gostava da matéria. Então eu fui fazer faculdade por esse motivo. Não era por sonho, não. Aí aos poucos eu fui gostando da matéria. Mas não da experiência docente. Como estudante, ah a minha faculdade tinha uma escolinha de aplicação. Então os alunos, no quarto ano de história, tinham que dar aula na escolinha. E eu tinha verdadeiro horror. Preparava aquelas fichas. Você já deu aula alguma vez? Mas com todos os detalhes, porque eu não podia me esquecer. E aquelas fichas que eram cheias de coisas para não enxergar. Direito. Ai, que sofrimento. E E não não não aprendi a gostar de dar aula na faculdade. Já tinha tido anteriormente, aos quatorze anos, a experiência de dar aula de catecismo para crianças de escola pública. Pela escola de freiras em que eu estudava, as alunas do colegial tinham que atender uma escola pública dando aula de catecismo. Eram trinta e cinco quarenta minutos de aula de catecismo. Terceiro ano, eu de meias brancas, sapatão preto, aquele uniforme que eu usava, tinha que dar aula na escola pública para o terceiro ano primário. Meninos do tamanho de vocês. Bagunceiros até. Aí eu falei, como que eu vou fazer para enfrentar isso? Vou rezar Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Crer em Deus Padre. Todas as orações que eu conhecia, porque assim a aula ia indo mais para frente. Depois tinha que fazer a Aí eu podia fazer a chamada também, mais uma coisa para ocupar tempo da aula. <laughs> Então a experiência foi negativa, né? Bem negativa. Detestei. Aí voltando para a faculdade, eu já está trazia aquele trauma da do catecismo, na faculdade também não gostei de dar aula, porque tinha a freira tomando conta para ver se fazia direito. Então, odiei. Aí o tempo passou. Gente, como é engraçado. A pergunta era qual era o seu sonho de infância. Mas acabei me tornando professora, porque eu fui fazer pós-graduação, E fiz pós-graduação lá na na na PUC. Gostei de fazer o curso de pós-graduação. E uma colega minha, soube ãh no no colégio onde ela trabalhava, aliás, ela ia sair e precisava de uma substituta. E me chamou e. Desculpe, eu já dava aula, dei aula durante um ano numa escola pública. A descoberta da vocação se deu na escola pública. porque eu estava na pós-graduação e senti que precisava da sala de aula. Nunca tinha entrado em sala de aula, já tinha mais de trinta anos. Então eu senti que eu precisava da experiência de sala de aula e fui para uma escola pública no aeroporto. E eu amei entrar na sala de aula. Eu era menina, tinha pouco mais de trinta, para mim trinta é Então, eu tinha pouco mais de trinta, era ajeitadinha, bonitinha, sabia contar umas historinhas para eles. E aí eu fui com muito medo para a sala de aula, porque eu tinha aquelas experiências ruins. E, de repente, eles me receberam com muito carinho. Não sei se porque eu era jovem, porque eu tratava de ir arrumadinha. Eu, não era porque é escola pública que eu ia desarrumada, eu me arrumava. E eles gostavam de uma professora arrumada. E eu preparava bem as aulas. Aí eu aprendi, porque eu tinha estava na pós-graduação e tinha as minhas amigas para me ajudar a preparar uma boa aula né. Então não ela uma não eram aulas decoradas mais. Eram aulas trabalhadas com eles. E eles amaram as aulas. E eu amei os alunos. Amei perdidamente. Fiquei com muita pena. Quando depois fui convidada para substituir essa amiga na escola particular e precisei, eu não era concursada né, então eu abandonei a escola pública para assumir a escola particular. Eu já tinha aí os quatro filhos, eu não era concursada, então resolvi ficar na escola particular, que pagava muito bem né. E além de pagar muito bem, a escola particular era uma escola para todos que estavam lá, inclusive para os professores. Então eu aprendi a carreira de professora dentro da escola onde eu trabalhei. Eu recebi para aprender. Eu amei ser professora. Amei ser professora. Amei trabalhar com adolescente. E acho que eles gostaram de mim também, porque hoje ainda encontro alguns ex-alunos Porque os ambientes são os mesmos, né? Sócio do Clube Pinheiros, morador do Alto de Pinheiros, encontro ex-aluno. E os eles me dizem, ai, dona Ana, como eram boas suas aulas. Pena que eu não sabia que era tão importante aprender história, eu tinha estudado mais. Mas a gente, eu fiz eu acho que fiz um bom trabalho. Não só como professora, mas principalmente como formadora. Eu acho que eu formei os meus alunos dentro do espírito de respeito pelo próximo, de responsabilidade social, de de importância da atuação de cada um. É isso que vocês estão fazendo? Nós estávamos falando lá fora. É o que eu passei para eles e acho que essa semente ficou em muitas cabecinhas. Então, quando você me pergunta, voltando atrás, para amarrar, né? Eu falo muito, né? Está ótimo. <laughs> Quando você me pergunta se eu tinha algum sonho, não tinha. Tinha sonho de casar e ter filho. Acabei fazendo faculdade por uma circunstância ex extra à minha vontade, que minha mãe exigiu. E não queria ser docente, porque tinha experiências negativas. E, de repente, a vocação surge. Não é engraçado? A gente Eu teria gostado de trabalhar com professores. Aliás, eu tentei. Nós tivemos um ah... Isso não precisa depois aparecer, mas vou contar para vocês. Quando eu me aposentei na escola, eu, com mais duas sócias, três sócias, aham abri um espaço aqui em Pinheiros de... Na verdade, era um espaço... Chamava-se Companhia de Estudos. E a intenção era trabalhar com professores, fazendo formação continuada.
Quando que foi isso? Qual
Final do século noventa e oito a dois mil e quatro Então, a gente queria fazer, mas a gente não conseguiu. Conseguiu um trabalho ou outro na formação de professores.

porque nós éramos todas ex a ex-professoras daquela escola, e nós ficamos ãh anônimas dentro da escola, ninguém sabia nosso, ninguém nos conhecia. Então, para para oferecer o serviço, ninguém nos conhecia, para as escolas. As escolas também ãh resistem um pouquinho em ãh usar serviços ãh extra, suas portas, né? Então, querem desenvolver dentro da prova, o que é muito justo. Também não tem dinheiro para pagar. Acabamos fazendo o atendimento ao aluno com dificuldade. Eu não não sou psicopedagoga, mas era um trabalho semelhante, por causa da experiência vivida na escola. Porque a gente trabalhava, a escola onde a gente eu trabalhei, na Escola do Morumbi, escola que tinha um horário de estudo, onde você orientava o aluno como estudar. Então, o que eu fazia com os meus alunos aqui na Companhia de Estudos era descobrir porque que eles não estavam indo bem na escola. Trabalho de psicopedagoga sem ser, né? Mas ia descobrir que o cara não era organizado, ou que o cara não sabia ler, não sabia reproduzir um texto lido, ou que era desatento. Enfim, cada um tinha lá a sua dificuldade e a gente trabalhava a lição de casa. À luz da dificuldade que a gente descobria, Fazendo tivemos muito bons resultados. O melhor resultado, posso contar, gente? Pode Vocês têm tempo? O melhor resultado de que eu me lembro foi um aluno do Fernão Dias, aqui da escola pública, que era filho de uma faxineira do bairro, que foi nos procurar na companhia de estudos pedindo para dar um jeito no filho, que o menino estava na oitava série e não sabia ler. Ela achava que o filho não sabia ler. Então nós demos jeito, nós não fizemos graciosamente, cobramos um um valor simbólico só para que que ambos dessem valor para o trabalho né, mas vamos fazer esse trabalho. E eu peguei o menino para trabalhar a leitura com ele. De fato, ele lia de soquinho, ele lia silabado, gente, não estou mentindo. Sol da do. Alguém consegue entender a semântica de uma frase? Se ler desse jeito? Era tudo lido de soquinho. E Quando ele chegava no fim da frase, ele tinha esquecido a primeira palavra. Era incapaz de reproduzir. Quanto mais refletir em cima do que tinha lido. Então, eu diria que ele era um analfabeto funcional. Porque ele podia, ele lia, mas não entendia. Então, então eu fiz um trabalho com ele. Foi difícil. No começo foi bem difícil. Eu trabalhei com ele durante um ano. Pegava pequenos textos, ia indo, ia fazendo ele ler alto e repetir. E depois que lia uma frase curta, falava, agora fecha. O que foi que você entendeu? Uma coisa, vai, uma palavra. O que você lembra? Aí, aos poucos, ele ia conseguindo tirar uma palavra. Duas, juntava duas. Aí ah, entendi. Então aos pouquinhos ele foi entendendo. No final do ano, eu peguei, ele estava na oitava, quatorze, quinze anos ele já tinha. Eu peguei um livrinho de quinta série. Era sobre piquenique no... Aliás, o livrinho é uma gracinha. Depois eu perdi esse livro de vista. Era um piquenique em Santos. contado pela ótica do pai, do filho, da mãe, do cachorro, da tia, todos que foram na Kombi. Cada um um ca cada capítulo era contado por um. É muito bonitinho o livro. E eu comecei a ler com ele esse livro, mostrar a graça. Né? Olha, olha, é uma outra pessoa que está contando, você não está percebendo? O que você está notando aqui desse outro jeito de contar a história? E ele foi gostando e tal. Um belo dia ele falou, Dona Ana, será que eu posso levar esse livro para casa para ler no ônibus? Gente, não é a glória de um professor isso? Quando o aluno te diz uma coisa dessa, um que não conseguia entender uma frase, e te diz, posso levar para ler no ônibus? Gente, eu subi para o céu. Foi Foi a maior conquista profissional da minha vida. Conseguir que esse menino... Desculpe. <cries> Porque foi <cries> uma coisa tão forte, tão forte, quando esse menino disse, eu quero levar o livro para casa. Aí depois, ano seguinte, ele não voltou. Acho que ele acho que ele ficou fluente. E ele trouxe o livro de volta. Não foi com ele que eu perdi, não. Foi com outra pessoa. <laughs>
<laughs> Que lindo.
Foi muito bom.
Quantos anos você deu aula? Eu
Eu trabalhei em escola vinte
Então começou em setenta, mais ou menos.
Nessa escola pública eu comecei em se foi setenta e oito, na escola particular em e nove. Aí eu fiquei vinte e dois anos e me aposentei antes da idade certa, porque houve lá uma reviravolta na escola, uma mudança drástica de orientação, então um grupo grande saiu.
Queria que você contasse, eh tanto de uma maneira mais panorâmica, como também em casos gostosos, como lindos, maravilhosos como esse, eh porque foi mudando muito a educação, né? Setenta e nove, você estava em ditadura, e você você aposentou em noventa e nove.
Ah, não, isso esse eu posso te contar, foi uma coisa dificílima. Eu não peguei o auge da repressão, porque eu já comecei em Mas em setenta e oito, na escola pública, eu dava ó esse pê bê. Os militares quiseram que as escolas substituíssem algumas aulas de história por ãh Educação Moral e Cívica nas séries menores e ó esse pê bê na oitava. Mais para frente ficaram estudos brasileiros já na universidade. Então essas eram matérias destinadas destinadas a destinadas, é dá uma paradinha... Então, nós estávamos falando sobre essas matérias que o governo militar introduziu nas escolas com o objetivo de desenvolver cidadania. Mas era aquela cidadania do ame-o ou deixe-o. Então, ãh uh todos os símbolos nacionais, bandeira, hino, eram o objetivo era desenvolver aquela cidadania de direita, de absoluta direita. E isso causou no meio docente uma estranheza muito grande. Então, ãh ao contrário dos objetivos do governo militar, tanto professores como, no final, alunos, desenvolveram verdadeira ojeriza por tudo que fosse símbolo nacional. Então, cantar o hino era atender o governo militar. Astear a bandeira, governo militar. Assunto de direita, coisa... distorcido, porque nada mais bonito do que uma bandeira tremulando. Eu acho maravilhoso uma bandeira que desenvolva um espírito de verdadeiro civismo, mas ter espírito cívico naquela fase que eu vivi, era atender o governo militar, era ser de direita. Então era uma coisa que era tida como ãh muito negativa. Então foi Acho que na maioria dos casos foi prejudicial. Não sei se atendeu objetivos do governo militar em algum momento, em alguma escola, mas no meu caso não atendeu. Então, eu dava educação moral e cívica e orienta e no. Na escola pública tinha que seguir o livro. Era um livro de educação moral e cívica e um livro de ô Já na escola particular eu tive liberdade de discutir problemas nacionais dentro desse conteúdo. Não precisava usar livro e podia discutir. Aí já ai já fiz isso com muito mais tranquilidade, mas sempre com muita reserva. Apesar de eu não ter pegado o auge da repressão, em que eu tive notícia de que professores foram perseguidos, o professor que mencionou Marx na sala de aula falava de Rússia, era podia ser perseguido, podia ser cu ãh ãh acusado por um aluno ãh e ter que prestar declarações no DOPS. Então, essa fase foi uma fase muito difícil para os professores. Eu não era professora ainda nesse período. Mas eu peguei um rabinho desse foguete, porque, dando moral e cívico ó esse pê bê, eu tinha que ter cuidado. Mas essa es essa escola onde eu trabalhei, a escola das freiras agostinianas, elas eram muito avançadas. Ãh não sei se vocês sabem, até um um centro de defesa de gente perseguida no início da do governo militar era a faculdade de psicologia do SEDES e. E eu peguei essa orientação das freiras agostinianas como estudante e depois como professora. Então a orientação delas é muito o oposto do esperado pelo do que era esperado pelo governo militar. Então a gente tinha uma certa liberdade na sala de aula, os pais também eram um pouco mais aleijados né, não eram tão tacanhos. Não pode falar em Marx, então então tem que fazer de conta que ele não existiu? Absurdo, né? Então, ãh a gente podia, tinha um pouco mais de liberdade, mas, de qualquer maneira, tinha que ser um pouco contido, não podia exagerar. Isso foi foi muito ruim. Na Aliás, eu acho que foi péssimo na formação das gerações subsequentes ah ao governo militar. Gente, eu estou falando tão misturado, né? Depois vocês fazem a edição. Mas quando eu era estudante, eu fui estudante de faculdade de sessenta e Quatro. A revolução gloriosa ocorreu no meu último ano de faculdade. Então eu vivi uma atmosfera de luta estudantil muito bonita. Acho que estudante nunca teve força nenhuma, mas a gente acreditava piamente que a gente era capaz de mudar regime, de fazer de tudo. Eu eu sou contemporânea do Serra. O Serra era o presidente da da UNE, quando eu era estudante, quando eu também participava da política universitária na minha na minha faculdade. Então, nós vivíamos uma vibração muito grande. A gente participava de assembleias em que a gente votava pela pela greve, para para apoiar operário, não sei de onde,

uma uma vivência muito intensa do jovem estudante na sociedade. É o que eu estava dizendo, força não tinha nenhuma, mas a gente acreditava que tinha. Talvez tivesse, vai, não vamos ser tão negativos. Mas com ah ah ah o movimento, com a o governo militar, com a ditadura, Tudo foi abafadíssimo, né? Eu me lembro perfeitamente de jornal Estado de São Paulo publicando os Lusíadas. Uhum. A censura era tamanha no no nas matérias do jornal. Eles publicavam no lugar, para não ficar branco, publicavam Lusíadas. E a gente que sabia, né? A gente fala, poxa vida, mas olha como isso está censurado. E o Jornal Jornal da Tarde publicava receitas. E as receitas vinha, às vezes cortava no meio a receita, tudo bem, a gente sabia que era que não era receita né, que era a substituição da matéria. Então, sem informação, né para vocês para vocês terem uma noção, eu agora estive na África do Sul, eu não acompanhei, é verdade que o que o Apartheid acabou em mil novecentos e noventa, onde já não havia mais censura, mas durante um período forte do movimento negro, contra o apartheid na África do Sul, a gente ficou sem informação. A luta popular, a gente ficou sem informação. Cheguei lá e falei, gente, eu não sabia disso, não sabia disso, não sabia disso. Então, a gente fica sem informação, fica burro, né? E os jovens não são estimulados a pensar, a refletir ãh. Meus filhos têm entre E eles pegaram uma fase dura da escola. Era a fase em que eu fui professora né, em que você não podia, podia em algumas escolas, na dos meus filhos podiam também, mas não tão abertamente como se trabalhava quando eu era estudante. Movimentos estudantis foram abafados. Então, o jovem perdeu. Por que que a gente ouve tanto nesses últimos tempos? Eu detesto política, não quero saber de política. Ah, eu política eu estou fora. Mas política eu estou fora, você está sendo governado por um cara aí. Ou você bem escolhe, ou você bem escolhe, ou você participa, ou você não participa, mas você está sendo governado, queira ou não queira. Tem que escolher deputado, tem que escolher bem escolhido, tem que escolher vereador, tem que escolher bem escolhido, porque não adianta reclamar amanhã, dizer que você não gosta, que você está fora, não está fora. Mas isso é um efeito direto dessa política de opressão que a gente viveu nos anos
eh você como professora de história, que essa matéria é tão simbólica para esse tipo de coisa, logo depois desse movimento, logo depois da ditadura, quando começa a se abrir mais, poder falar, qual era a sua vontade para os alunos? O que você queria passar para eles? Você tinha Mudou a sua cabeça naquele momento? Você falou, pô eu quero passar tais coisas.
Não, eu já comecei com essa ideia. Para mim, bom a escola onde eu trabalhei, a ideia filosófica de educação era o seguinte, valorização do ser humano, cada um tem que se valorizar, entender o seu papel na sociedade e construir com os outros uma sociedade melhor. Sozinho você não constrói nada, mas com os outros você constrói. Então você primeiro se conhece, se valoriza para valorizar o outro, conhecer o outro e trabalhar com o outro por algo melhor. Essa era a filosofia da escola onde eu trabalhei. E eu sempre trabalhei dentro desse pensamento. Eu es ensinei história, aliás, eu aprendi história ensinando né, porque é assim, faculdade não ensina nada para ninguém, você sabe disso. A gente só aprende mesmo lá na na luta. E e eu sempre procurei mostrar isso. Então, por exemplo, luta dos patrícios e plebeus em Roma. Eu eu falava com eles num tal entusiasmo de como que os plebeus conseguiram o tribuno da plebe a partir de um movimento de greve contra os patrícios. Ou vocês aceitam a gente ter um um representante nesse governo, ou nós vamos embora. E a força do da da da acabou resultando na criação do Tribuno da Plebe. Então eu contava isso para eles com tal entusiasmo, até com um pouco de emoção, porque eu queria passar para eles essa noção, a noção da força da união. Eu cantava a musiquinha do dos Saltimbancos, todos juntos somos fortes, somos arco, como é que é? Não lembro agora. Somos flecha, que eu acho que é uma coisa linda de entender. Minha função de professora era essa, era mostrar para eles que, embora membros de uma elite, porque a escola particular né, inevitavelmente, era para os de posses, Mas ah eles tinham que entender isso, que a união de todos é que produziria algo melhor para a sociedade, que isso reverteria para todos, todas as classes. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade de mostrar, ah através do fato histórico, ãh aquilo que no fundo eu queria passar para eles, que não era o fato histórico, mas era ah o entendimento daquele fato histórico, eu eu procurava fazer.

Em todos os momentos que eu trabalhei com eles.
E assim como aquela história que você contou do menino que se alfabetiza tal com você e tal, você tem uma uma história, que eh símbolo disso, que mostra como ele conseguiu entender o que que é fato histórico, o que que é entender fato histórico?
Eu tenho muitas, mas não sei se eu vou me lembrar. Tem muitas. <coughs> O problema é do professor. Quer que repita?
Pode falar. Você falou come começou a conclusão de que, de repente, o professor não vê.
Então, é muito difícil o professor saber o resultado do seu trabalho. Porque, sobretudo no meu caso, que trabalhava com adolescentes, na faixa de onze Então, o adolescente de onze a quinze, ele ele é um ele é ótimo para para receber as propostas e as provocações, mas ele não consegue te trazer de volta. Eu recebia sim, quando se formavam, bilhetinhos e tal. E depois de encontrar com eles em já adultos, eu vi que se tornaram ãh membros importantes na sociedade, conscientes. do seu papel. Então, alguns, né? Nem todos. A gente sabe que não é todo mundo que consegue aproveitar, né? Mas, ãh como eles eram muito crianças, talvez o exemplo que eu vou contar possa ser sugestivo. Eu sempre trabalhei essa ideia da união, a ideia da união, a ideia da da de acreditar no outro, de trabalhar em em grupo, de trabalhar em em em sociedade. Né porque trabalhar em gru não adianta você falar sociedade como um todo para um adolescente de doze Você precisa concretizar. Você precisa o grupo é nós quatro aqui, somos um grupo. Deu, com o adolescente é assim. Então, por por trás, estava esse meu objetivo maior, que é esse de mostrar a importância do um no todo. E do todo, Porque, inversamente, uma sociedade, um grupo que cresce, faz crescer o indivíduo. O indivíduo que cresce, faz crescer o grupo. É uma interação, né? E então, numa da série, não lembro que série era, acho que era uma sétima, eles tinham uns treze anos. Eu queria mostrar isso para ele. Então, vamos fazer uma peça de teatro. Vamos montar o descobrimento do Brasil. Aí já tem o contato das culturas diferentes, né interessante, como é que você vê a cultura, como é que o português viu o índio, fazia eles pensarem sobre isso. Mas aí um era o ator, outro um escrevia a peça, o outro era o o iluminador, o outro era o responsável pelo som. E a classe montou uma pecinha, que nós mostramos para Eu tinha duas classes daquela mesma série. Não sei que série era, sexta? Eram crianças, eram pequenas. Então, uma o objetivo era mostrar para o outro. Não era mostrar para pai, nada. Era uma classe mostrar para a outra classe. E, gente, foi tão bacana, porque saiu. Claro, cheia de defeitos né, cheia de erros. Mas eles ficaram uma tal felicidade de trabalhar. Eles achavam que eles estavam matando aula, porque eu estava preparando a pecinha com eles. Ah, está matando aula, que delícia. Nada, gente. Eu estava ensinando o que eu queria. Estava ensinando a trabalhar em grupo. Estava ensinando a ler texto, a a representar a entender o texto. Estava ensinando a a parte da história, que era um episódio lá do Descobrimento do Brasil. E saiu a pecinha. E uma classe mostrou para a outra. E no fim foi tão boa que eles resolveram mostrar para os pais. Mas foram eles que pediram. E aí ficou melhor, né? Porque já tinham tido a experiência anterior. Mas o que eu quero mostrar com isso? que o esforço conjunto, acreditarem neles, que podiam iluminar lá com aqueles ãh lâmpadas de cabeceira, tudo bem, foi tudo improvisado, mas que eles podiam fazer daquele jeito, e fizeram, foi muito forte. E saiu uma coisa que não era de um, era de todos sabe ãh eh acho que. Talvez responda a tua pergunta, não sei. Não tem nenhum aluno que eu saiba que tenha se tornado político atuante.
<laughs> É uma conquista já. <laughs> Eh eu queria perguntar, eh você conta com uma paixão bem grande, assim da desse momento de professora, como foi escolher, eh decidir se aposentar?

Foi uma coisa alheia à minha vontade. Eu não queria. Eu tinha muita seiva ainda para dar, mas, como eu te contei, aconteceu uma reviravolta na escola. uma mudança de de de de de objetivos da direção, a direção propôs mudanças tão intensas que nós, professores, estávamos acostumados com aquele outro modo de trabalhar, não quisemos aceitar. Então entramos em conflito com a direção e saímos. Foi um grupo grande de professores e orientadores que saíram ãh no ano de E aí imediatamente fundamos a companhia de estudos, porque a educação era, foi e continua sendo para mim uma grande paixão. Embora hoje eu esteja afastada, eu não trabalho mais em educação, só dos netos. Eu lamento, mas circunstâncias me puseram à parte. Eu não gostei de me aposentar. fazer hoje, eu aproveito, né? Passeio, viagem, vou visitar minha filha em Nova York. É, não queria, mas me obrigaram.
Só trocar a fita de novo.
Eu estava falando para ela, né? Quando você perguntou a tua paixão, realmente a profissão foi foi e é né uma paixão. Mas hoje, paixão são os netos. Que eu levei ontem lá no Catavento.
Então, para chegar nos netos, eu vou fazer uma coisa, eu vou voltar bastante, porque a gente deu esse salto, que veio dada a pergunta do sonho e foi, né? Certo Queria voltar, voltar bastante lá para para a Eh a gente falou muito de escola, então queria que você contasse a... Sua entrada na escola, seu começo de alfabetização, os primeiros livros, essa coisa mágica. Uhum. Esse mundo. Então ãh
Também não era costume as crianças estudarem antes do primeiro ano. Algumas crianças faziam jardim da infância, mas poucas. Eu fui direta para o primeiro ano. E fui em mil novecentos e cinquenta para o primeiro ano primário, com sete anos, de seis para sete, e já comecei a ser alfabetizada né. Ãh a alfabetização era com cartilha, era silábica e com palavrinha. E não foi um sofrimento, foi foi prazeroso para mim. Eu gostei de de ir para escola. E já caí, né? Não era brincadeira, porque jardim da infância, a criança começa com brincadeira, né? Não, o meu já era já era oficial. Mas minha mãe foi muito sábia. No ano que antecedeu a minha entrada na escola, ela me deu de presente uma bonequinha no Natal com Ela costurou o uniforme, que era um uniforme bonitinho, era saia xadrez, preta e branca, camisa branca, gravatinha vermelha, era bem bonitinho. O uniforme da escola que eu ia. E aí eu ganhei a bonequinha com o uniforme. Então me afeiçoei ah àquela ideia da escola e fui sem sofrimento. Não me lembro de ter sofrido, não. Mas meninas separadas de meninos, no recreio. Na sala de aula, no primeiro e no segundo, não. Mas terceiro e quarto, terceiro feminino, terceiro masculino. E o recreio era engraçado, porque o recreio não era muito grande a escola, né? Tinha uma parte calçada e uma parte de terra. A parte de terra era dos meninos, jogavam futebol. A parte de calçada era das meninas. Não podia pôr o pé do outro lado. <laughs> E nem os meninos podiam ficar do lado da gente, mas não podia pôr o pé. Era engraçado. E passou a fazer parte da cultura escolar. Ah, ninguém questionava. Pode, não pode, menino. Nem sei se alguém determinou, se foi um... Porque o recreio, esco ãh a escola não ia exigir, né?

Mas acontecia a separação.

<laughs> Gozado. A escola era perto de casa e muitas vezes eu voltava a pé. Eu ia a pé também. Eu subia uma ladeira da. Sempre com alguém me buscando. Mas, uma vez ou outra, eu me lembro, já maiorzinha, ter voltado com uma amiga. A gente voltava conversando, conversando. Era ótimo. Era longe. A escola era na na Alameda Jaú. E a gente tinha que descer toda a parte de João Manuel até a Lorena, depois andar até a Casa Branca.
E antes na escola eh não tinha, no seu caso, contação de histórias, essas coisas não tinham, eh não era comum? Contarem história? Ou de ler mesmo livros, já para ir estimulando, isso existia?

Mas você lembra do primeiro livro que você leu ou dos primeiros livros que te marcaram, você lembra? Você mesmo leu?

Um dos primeiros livros que eu li que marcou foi Poliana. Hoje a Poliana está meio posta de escanteio, né? Mas eu acho a filosofia da Poliana legal, no sentido, vamos gostar do que a gente tem. A vida está aí para ser vivida. Não vamos ficar pensando, ah, como eu gostaria de ter o Mercedes-Benz. Não tem, tem o Volkswagen, ótimo, que bom, vai me levar. Dizem que não, que é uma filosofia meio conformista. Mas eu discordo. Eu acho que se a gente aprender a ser feliz com o que a gente tem, com o que está na nossa mão, e que ser feliz não depende dos outros, depende da gente, a gente pode ser feliz.
Eu. E você leu

Li a Poliana, li um outro de história de menininhas também, conhecida, mas eu não vou saber o nome. Li Monteiro Lobato. Li Reinações de Narizinho, Geografia de Emília, vários títulos do Monteiro Lobato. E depois, ãh você está falando agora de uma fase já mais para frente. Ãh o meu hábito de leitura começou, eu já eu já lia, gostava de ler. Lia italiano, mas não entendia italiano, pegava os livros do meu pai, lia, lia. Vários e Mas a minha mãe resolveu comprar, foi lançada uma coleção chamada Coleção Saraiva. A Saraiva resolveu fazer um clube de leitores e lançava um livro por mês e e os participantes do clube tinham direito a comprar mais barato, ah não sei como é que era, também não entrei nessa parte, né? Minha mãe comprou para mim e eu fiquei membro da da coleção Saraiva. E eu recebia livros ãh de autores nacionais e de autores estrangeiros. Com uma tradução que eu não sei se era boa, se era ruim. Eu sei que o que caía na minha mão eu lia. Mas assim um primeiro que tivesse marcado, fora a Poliana, fora o Monteiro Lobato, o Vento Levou, gostava de romance. Eu gostava muito de ler romances, coisas de péssima qualidade, de uma revista que chamava... Sedução. Eram historinhas, contos, ro romancinhos. Caía na minha mão e eu lia. E quando a minha mãe viu que eu gostava de ler aquilo, ela falou, não, melhor comprar a coleção Saraiva para ela. Aí que eu comecei a ler esses autores e eu devorava, né? Li Machado de Assis aos quatorze anos, ãh não entendendo a graça de Machado de Assis, mas eu gostei do livro. Aí li José de Alencar, li todos esses autores ãh brasileiros e estrangeiros também. E fui reler Machado de Assis depois de adulto. Puxa vida, como é bom isso aqui. Mas já era familiar para mim né, porque eu não tinha percebido aos quatorze, mas depois aos trinta e cinco eu fui perceber a qualidade né mas. Já estava né, já tinha me formado sem eu perceber né o gosto pela leitura e as coisas que eu fui aprendendo.
E aí muito cedo você conhece o que vai ser seu marido, quatorze anos, é muito cedo. Mas antes disso já tinha eh namorado, teve uma essa adolescência, começo da adolescência?
Olha, foi difícil. Meu pai ãh era um de família italiana né, como eu contei, e ele era muito bravo. Mas não era um bravo ãh aberto. Minha mãe que criava um clima. O papai não vai gostar. Então eu não pude. Por sapato salto alto, vestir calça meia de nylon, vestir saia justa. Sei lá, mas o que pintar o rosto quando adolescente, de quinze, dezesseis anos, como todas as meninas faziam, porque meu pai não deixava. Então já começou um certo cerceamento

Então tinha que ser escondido. Então tinha que ser namoro acabou sendo escondido também. Então foi tudo muito complicado. Eu tive uns namoricos, mas nada que se possa chamar de namoro antes de conhecer o meu marido. Conheci com dezesseis, não com quatorze. Mas assim mesmo, fora foi o meu primeiro namorado. Pode-se dizer. Qua quais
diversões adolescência para você na época?

Gostava muito de cinema. Leitura, que como eu falei, li muito né na minha adolescência. Música, eu gostava muito de ouvir ah ah a parada dos dez mais preferidos. Do dez não o quê lá eu gostava. Todo dia eu gostava de ouvir a parada dos das músicas. Eu gostava sempre gostei de música. Música popular, né no? Nunca me afeiçoei à música. Gosto de música clássica, mas não é uma coisa que eu conheça. Nem mesmo do meu pai, que era música lírica. Eu gosto de música popular. Gosto de música popular brasileira. E na época
o que que era?
Ah, Nora Ney, ãh Carlos Galhardo. <laughs> É... Dessa gente. O primeiro disco que eu ganhei era da Nora Ney.

Meu nome do céu, cadê? Ah, você sabe! <laughs>
E no cinema, o que que estava passando?
Cinema? Lili, era aquela Luzes da Rebalta, ãh todos aqueles filmes da Metro, eu gostei muito de assistir, Covardes. E minha mãe me levava. Íamos no centro fazer as compras, depois íamos no Marabá. Aliás, ontem eu passei na frente desse cinema. O Marabá está outra vez funcionando, né? Mas eu ia no Marabá, no Ipiranga, no Cairo, que era os cinemas do centro, não tinha outros. Engaçada, né? Hoje nem pensar em levar uma criança no cine Marabá. Minhas diversões eram essas, música, ãh literatura e cinema. Teatro eu fui muito pouco. Quando menina, né? Hoje procuro ir mais, mas quando criança não não me foi ensinado o gosto pelo teatro, não.
E aí você conhece o seu marido? Do conta um pouco a história para a gente.
Ah, eu conheci meu marido porque ele era colega de um primo meu. E aí, ãh fiquei conhecendo. Ele tinha dezenove anos, eu tinha <laughs> dezesseis. E aí começamos a namorar, um longo namoro que durou seis anos. Mas já desde o primeiro ano, depois do do início do namoro, ele já sabia que ia querer casar comigo e comprou as alianças. Nós andávamos com as alianças penduradas aqui, escondido de todo mundo. Com dezessete anos, andava com alianças. Que é essa aqui que está aqui, ó. Essa aqui, ó, da para parar de. Então, eu posso dizer que escolhi companheiro de vida aos dezesseis anos, né? Mas acho que não errei, não. Às vezes eu me pergunto, poxa, a vida com dezesseis anos, alguém tem condição de escolher a vida que vai ter? Mas nós fomos e somos <coughs> muito felizes, muito afinados, um respeita o outro. Aliás, um um conselho para quem pensa em se casar. Casamento não é fácil, casamento é complicado. Você precisa desistir de uma porção de coisas, de de coisas do seu próprio indivíduo, Mas ao mesmo tempo você precisa saber que o outro também desiste em favor da relação. É aquela mesma história do um e do todo. É igualzinho. Um casamento será feliz na medida em que um... Valorizar o outro e entender aquela relação da dupla como uma relação profícua, uma relação produtiva, que que pode ser benéfica para outras pessoas. No caso, os filhos, os netos, os amigos.
O dia, conta o dia assim ah? Foi
emocionante, né? A gente casava virgem naquele tempo, seis anos de namoro, casava virgem. Uma coisa, ao mesmo tempo, excitante e apavorante no meu caso, né? Acho que para ele também, coitadinho, deve ter sido difícil. Então foi muita emoção, foi muita emoção mesmo. Estava doente, estava resfriada, tive que tomar uns umas bombas para poder <laughs> aguentar o casamento, mas foi lá e foi ótimo. E foi como tinha que ser ãh. Segundo as minhas filhas, ãh este momento marcante de um casamento naquelas época, Tinha um uma sofisticação, não é sofisticação, tinha um uma alguma coisa que hoje se perdeu. Porque era um momento que era espera foi esperadíssimo pelos dois, pela menina e pelo rapaz. E a gente trabalhou para conseguir aquilo. Era assim, né todo mundo, raríssimas as meninas que não tinham uma, que não não seguiam esse
essa esse script sabe. Mas foi bom. Não errei, acertei. No seu caso, acho que teve um simbolismo muito forte de desses anos que vocês andaram com a com a aliança pendurada assim, junto do coração. É <laughs>

Porque ele ele era menino né, eu era menina. Nós nós acabamos ah o nosso desenvolvimento juntos né, já influen um influenciando o outro. Então isso foi muito positivo na na construção do nosso casamento. Eu acho que ho hoje eu sou uma pessoa mais segura, mais certa de mim, porque ele me valorizou enquanto namorada, enquanto mulher, isso ao longo do nosso casamento até hoje. Então eu me vejo por essa ótica dele né, por esse jeito dele me ver e de me valorizar. Então, eu acho que isso é benéfico. E eu procuro fazer o mesmo. Não sei se eu consigo. Ele conseguiu, né? Não sei se eu
<laughs> E como conta um pouco do primeiro
filho. Então, o primeiro filho nós trouxemos grávidos já na da lua de mel. Tamanha era a pressa, né? Vocês podem imaginar. <laughs> Descontar o tempo perdido. Então já voltei grávida da lua de mel e meu filho nasceu quando eu fiz nove meses e três dias de casamento. <laughs> Eu

Nove meses e três dias, que era importante naquele tempo, vocês nem podem imaginar como era. Nasceu antes de nove meses de casamento. Todo mundo falava, era um horror. Era uma vila, assim, São Paulo. A lua de mel nós éramos paupérrimos, né? Pobrinho de joia. Então, nós conseguimos uma casinha emprestada de um amigo em Ubatuba. Ficamos uns dias em Ubatuba. Foi uma maravilha, delicioso. Depois nós conseguimos um apartamento em Cabo Frio, que uma tia minha, aquela de Niterói, tinha um apartamento em Cabo Frio. Fomos para o apartamento da tia ah. Não, foi esqueci. O tio dele tinha um apartamento no Rio de Janeiro. Nós ficamos uns dias no Rio. Depois, uns dias em Cabo Frio. Aí voltamos para São Paulo e fomos para a fazenda de um casal amigo nosso no Paraná. Ficamos cinquenta dias em Lua de Mel. Mas sim, né? Indo na casa dos outros. <laughs> Pegando emprestado. Uma delícia. Assim, nossa Lua de Mel. Mas em Lua de Mel, o que importa é o casal né, não é o lugar.
Depois foram mais três, depois do primeiro filho. Foram, como é que
foi isso? É, então, aí ãh Bom, tivemos o primeiro filho, não tínhamos tido muito tempo para namorar, né? Agora vamos dar um tempo, vamos esperar. Aí tinha surgido a pílula e eu não usei a pílula anticoncepcional porque era super, super recente. Tinha acabado de surgir quando eu me casei. Eu até tinha uma caixinha na mão, mas não usei porque eu fiquei com medo, eu não tinha falado com o ginecologista. Engravidei, como eu já contei. Aí resolveu, agora vamos esperar. Agora vamos esperar. Ah

Aí esperamos, dois anos e meio depois, dois ano um ano e pouco depois, a gente resolveu ter o segundo filho e parei de usar o anticoncepcional e engravidei da segunda filha. Aí achei que era muito forte, a pílula causava muitos efeitos colaterais, né? E não não não continuei usando. Aí a segun a terceira filha foi no susto e a quarta filha foi no outro
susto. <laughs> Qual o nome deles?

Nós escolhemos nomes fortes, que a gente acha até feio ter apelido, nunca deixar filho ter apelido, mas nomes fortes.

Mimi, Kiki e Teté. <laughs> Hoje é assim. E até hoje a trata. O que que eles fazem? O Luciano é advogado como o pai. Tem o mesmo nome e é advogado como o pai. Hoje ele trabalha numa firma grande de advocacia. A especialidade dele é esporte. E ele faz advocacia ligada com... montagem de times de futebol, atende eh não sei direito, mas tem a ver com com isso num grande escritório aqui de São Paulo. Ah A Camila segunda é arquiteta, casou com um arquiteto e os dois têm uma sociedade com com um arquiteto que já estava no mercado há bastante tempo, eles têm um uma empresa grande de arquitetura. A terceira eh é estudante profissional, ela fez química na USP, não conseguiu terminar porque detestou matemática, lá os vetores da matemática, aí saiu e foi fazer o oposto, fazer rádio e tê vê na FAAP. fez rádio e tê vÊ, trabalhou como produtora durante um tempo, mas viu que não era isso que ela queria, foi fazer letras na USP, voltou para a USP, <laughs> está terminando letras agora, especialidade em francês. Mas a vocação dela é dar aula. E ela faz isso lindamente. Ela é professora de matemática e química. Mas não em escola. Porque química ela não terminou, né? E nem matemática ela fez. Mas como ela estudou no Santa Cruz, que é uma escola forte. ela tem um preparo bom e começou a trabalhar conosco na companhia de estudos, ela ganhou uma prática de de ensinar e ela hoje dá aula particular de Tem a agenda dela tomada do começo ao fim, dando aula de... ela gosta, uma coisa que ela gosta de fazer. E como ela está fazendo letras né, eu até sugeri que ela fosse fazer psicopedagogia, porque assim ela pode atuar no todo do de uma formação. Ela gosta de estudar, faz mais uma. Ah, sim, falta uma. <laughs> Ah A última é arquiteta. Nunca gostou de fazer trabalhar com projeto, odeia. Então ela trabalhou em diversas coisas, em cenografia para teatro, ela trabalhou em loja de imóveis onde tinha desenho né e. Trabalhou também em escritório de arquitetura, mas ela não gosta. Hoje ela mora em Nova York. E lá ela recebeu um convite para trabalhar como broker. No começo era só assistente, né auxiliar da da broker. Depois ela fez o curso, se formou. E hoje trabalha em uma imobiliária grande em Nova York. Corcoran. Ela está bem. Oh está É um trabalho bom porque ganha quando trabalha. E não trabalha o dia inteiro, né? Trabalha quando quer. E tem liberdade para eventualmente vir para o Brasil, vem de vez em, umas duas, três vezes por ano ela vem. E eu vou uma vez por ano. Então, mata um pouco a Já que ela morou lá? Ela está há três anos lá.
fácil de vocês viajarem, né? Vocês estão sempre indo para lá, para Nova Iorque. É, eu te
eu tenho ido todos os anos pelo menos uma vez. Então eu brinco dizendo que eu conheço mais o metrô de Nova Iorque do que o de São Paulo. <laughs> Força do hábito, tem que usar lá, porque lá ninguém tem carro, né? Lá tem que usar metrô.
Eu queria que você contasse... Um pouco da da sua festa, isso que é um pouco mais atual agora. De de comemorar quarenta
Então, quando a gente fez quarenta, a gente resolveu fazer uma festa. Ah, sei lá como é que vai ser nos cinquenta, se eu vou estar bem. E a gente gosta de dançar. Nós fazemos aula de dança de salão até hoje. Temos um grupo grande de amigos que gostam de dançar. Falei, vamos fazer uma festa para a gente fazer um baile até de manhã. Então fizemos uma festa para festejar os quarenta anos e foi muito bonito porque, ãh claro, meus padrinhos do religiosos, ãh pa padrinhos do religioso, casamento religioso, todos já morreram, porque eu tinha escolhido tios. Então todos morreram né, meu pai, minha mãe, meus tios, todo mundo e. Mas os padrinhos do civil, nós escolhemos amigos nossos. E estavam todos na festa. Então foi gostoso porque nós pudemos chamar os padrinhos do civil para confirmar outra vez, para eles serem testemunhas da confirmação no casamento depois de quarenta anos, fazermos um brinde. Foi muito gostoso. Estavam todos. Muito bom. Os filhos estavam lá e foi muito bom também.
E os netos que você não contou ainda? Ah, Os netos não foram, não.
Não, porque é à noite, né? Isso já tem quatro anos, o mais velho tinha oito naquela ocasião, e ele tem sono cedo, então não ia aguentar, então não foi.
<laughs> E como foi virar avó? Como é? Ixe
Gente, ai olha, a emoção de ser mãe é é indescritível. A primeira vez que eu tive o filho... Porque eu nunca fui uma mulher ligada com criança. Gostar de criança, sabe? Brincar com criança, nunca. Foi uma coisa que me que me encantou. E na gravidez eu tinha aquele amor teórico pelo filho. Então, está aqui na minha barriga. De repente, quando nasceu o primeiro filho, uma explosão de amor... É tão é indescritível o sentimento da gente quando nasce um filho. Então foi uma coisa que eu vivi muito intensamente. Eu estava na maternidade e ouvi pela primeira vez aquela música italiana, Dio come ti amo. Eu chorava copiosamente por causa do meu filho que tinha acabado de nascer. E a emoção com os outros filhos foi igual. É evidente que o primeiro é o primeiro, mas com os outros filhos foi muito boa. Eu gostei muito de ter, embora a segu a terceira e a quarta gravidez, a primeira, a terceira e a quarta não foram escolhidas né, mas foram bem-vindas. Eu curtia a gravidez e curtia mesmo quando nasceu. Isto posto, eu precisei contar isso para dizer a emoção do neto. Então, quando a minha filha foi ter o primeiro filho, que era o meu primeiro neto, eu estava na janelinha vendo. Quando eu vi surgir aquele ser envolto em muco, sangue, e que me foi trazido numa manta para ver na janelinha, gente, a emoção é tão forte. Eu caí num choro convulso, mas de tanta alegria, porque é choro de alegria. A emoção se torna tão forte que você não tem como extravasar a alegria, a não ser, acho eu né, pelo pelo E foi foi muito bonito ter visto o nascimento do primeiro. Dos outros três eu não tive a sorte de ver, por circunstâncias outras né. A maternidade do primeiro neto estava em reforma quando nasceu o segundo filho da filha, eu não vi. E os outros dois nasceram numa outra maternidade, eram filhos do filho. Eu também não vi nascer, mas vi, eu estava na maternidade. Eu vi assim que que foi possível e foi muito bom. É muito bom você ver a sua continuação. É importante. São coisas que quando a gente é moça a gente não sabe. Ah, bobagem isso é bobagem. Não é. É importante.
E depois de ser vó, como é que é?
Ah, depois de ser vó é uma delícia. Uma delícia. Eu me lembro que o meu primeiro neto ficou meu amigo num dia muito especial. Eu estava lá com ele tomando conta e ele tinha o quê? Uns cinco, seis meses. Já engatinhava. Aí eu me pus também engatinhando. Aí comecei a brincar, bater no chão e fazer ele dar risada. Ele ficou meu amigo desde aquele dia. É uma amizade forte, que dura, sólida. Até hoje a gente continua muito amigo. Ele está com doze anos. Mas eu sou amiga de todos os netos. Eles são ótimos netos. Cada um do seu jeitinho, cada um com a sua personalidade. Para mim é uma grande curtição conviver com os netos. E poder, de alguma maneira, passar alguma coisa do que eu aprendi e desse meu dessa minha filosofia de vida. Como passei para os filhos, sei que passei. E não passei dando aula, não, porque filho você não pode chamar, agora vem aqui que eu vou conversar com você sobre responsabilidade social. Não é assim, você tem que... Tua vida é u uma continuidade né, é o exemplo, é a conversa do dia a dia, maneira como você age com os subalternos, como você age com eles mesmos. Esse é o modo de ensinar. E com os netos, procuro fazer também. Só que eu não educo o neto. Eu já digo para filho, não me espere ser educadora de neto. Eu passo as coisas em que eu acredito. Mas educadora não vou ser, porque o neto é para brincar.
Vou perguntar hum eu te perguntei lá atrás, agora vou retomar a pergunta. Qual é o seu sonho hoje? O que que você sonha mais que você
Meu sonho? Meu sonho é, de alguma maneira, conseguir deixar uma semente. E E essa semente é a crença no ser humano. Passar para os meus filhos e para os meus netos e para aqueles com quem eu convivo, para os alunos quando pude, esse acreditar no ser humano, no potencial do ser humano, que aqui e ali se distorce, vai para cá, vai para lá, mas é o ser humano que tem a força de construir algo melhor. Não sei se eu vou ver, não sei se os filhos verão, mas é nisso que eu acredito.
Mas é Fazer a última pergunta. <laughs> Juro que eu vou te <laughs> Tão bom olhinho,

À vontade. Eh. Diga. Pergunto assim. Sentar aqui assim hoje, contar um pouco, rever um pouco a história. Claro que tem outras milhares de histórias para contar, a gente podia ficar aqui mais. Ah, teria
<laughs> Oh

Eu falei para vocês que ah, falei para a Rosali, né? que a minha vida era uma vida comum, como vocês veem, é uma vida comum que eu não ia ter muito para contar. No entanto, nós estamos <laughs> aí um tempão, né? Gostoso sentir isso.
Essa sensação, a re a revisão de uma de ver a vida voltar, o que que é para você? Sentar um pouquinho aqui, talvez não só aqui, aqui só pode ser outro lugar, mas aqui, como é que foi isso hoje?
Olha, foi muito agradável, foi muito bom. Vocês são pessoas muito agradáveis, encantadoras, eu diria. e pessoas que se mostraram interessadas em conhecer uma vida comum e. E me deu um grande prazer contar para vocês o que foi a minha vida ãh. Porque dentro disso em que eu acredito, eu acho que daqui desse encontro nosso, nós quatro podemos sair melhores.

E agora, vocês vão deixar eu ver esse filme?